Qual o nome da senhora?

E qual o local, a data de nascimento?

Senhora, tem uma história com essa data, né?

Então, essa data é assim.
Como papai, ele era trabalhador da Estrada de Ferro, ele colocava dormente nas Estradas de Ferro e eles tinham as turmas que andavam.

E ele não podia ir até a cidade para fazer o registro do meu nascimento. e passou-se um tempo.

E a data, mas foi falando, ela não escreveu. papai chegou na cidade, foi no cartório, fez as compras que ele tinha que fazer, tudo, colocou no burrinho dele, no jumento, e quando chegou no cartório, ele disse assim, é um nome de

E aí, pôs. E a data de nascimento, a moça perguntou, quando nasceu sua filha, ele falou assim, foi numa terça-feira de uma festa muito grande que teve. A moça falou, bom, festa grande, que eu me lembre agora, nos últimos tempos, foi sete de setembro, foi numa terça-feira. Então, ele registrou sete de setembro de mil novecentos e trinta e sete, que era uma terça-feira feriado nacional. Só que eu nasci em fevereiro terça-feira <laughs> sete feriado nacional carnaval. Houve essa confusão, levou anos para a gente descobrir. E ficou, nunca não mudamos, ficou essa data. tá
Fala um pouco dos seus pais e avós, qual era o nome deles? Então, meus avós.

Nunca nos disse o nome verdadeiro do pai. Ele que pegar a laço e que foi criado por tios. E nisso nós não sabemos, então, o nome po dos avós. E o papai bem índio mesmo, a feição dele, as unhas dele, o cabelo dele, só que nós não corremos atrás da da da origem do papai, que nasceu em mil e novecentos e faleceu em dois mil e um, com cento e um anos, saudável, lúcido, e realmente ele foi levado por uma gripe forte que teve. porque viveu bastante, né? Mas sempre lúcido, sempre saudável, sempre atuante. Papai era analfabeto, convicto, que ele sabia tudo e não precisava aprender ler. Ele media as palavras pelo tamanho das letras.

Ele falava, tem tantas letras.

Ele mediu as letras.

Ele media o tamanho da letra. Mamãe, por sua vez, era uma pessoa muito culta. professora leiga. Na época dela, não pôde estudar, porque ficou órfão, mas vivia em casa de professores, que era a tia delas, primas. A mamãe se tornou uma bela professora, uma caligrafia sem igual e foi dar aula nas fazendas. Ela andava a cavalo quilômetros e dava aula, uma classe maravilhosa a da mamãe. E nisso conheceu o papai. Tentou ensinar, o papai não aprendeu, não quis, se casaram. Tiveram filhos, viveram sessenta e quatro anos muito felizes. Mamãe faleceu primeiro, o papai ainda pediu para Deus ficar mais uns anos cuidando dos filhos. Ele que adorava a mamãe, mas dizia, mas Deus é cedo, eu estou cuidando dos meus filhos. E viveu mais uns anos. Então foi uma família bonita a do papai e da mamãe.
E os seus avós, quais atividades que eles faziam?
Meus avós, a mamãe contava que era de uma linha africana, a linhagem deles era da África. Ela conta que meu avô tinha cinco mulheres africanas e uma mulher branca.

É uma coisa assim. E o que que acontece?

Então ele teve filhas com negras, e filhos.

E o papai não, o papai é

E essa mulher, ele diz que não tinha igual, sabe?

já são falecidos.

nós uh O que o papai e a mamãe fez? Eles pararam o passado deles e falaram que a nossa família começou aqui. E começaram realmente deles, do papai e da mamãe. O papai não deixou mais a mamãe exercer a profissão de professora. Ela foi para Forno e Fogão mesmo, que era uma cozinhera de mão cheia para nós, ela fazia os os quitudes dela com o mínimo, mas que ficava com um cheiro maravilhoso, um sabor maravilhoso. Então era assim. Então nós tivemos assim. Como foi que nossa família... Quando a gente perguntava, não, não, eu e tua mãe. E aí foi. E as histórias que ele contava para nós. O papai era um contador de história. Eu acredito que puxei ele. diz, você puxou o seu pai. Ela era Culta e calada. Era uma dama. Era uma dama. <laughs> Até aí foi a origem, né? A primeira origem. Depois vem as nossas, né? isso Fala um pouquinho do dos irmãos.
Quantos eram? Meus irmãos.
Eu e mais seis irmãos. Meus irmãos? O papai foi assim. Por ele ser analfabeto, a criação nossa, ele falou, vocês vão estudar.

E essa tia mandou buscar uma mãe e papai para auxiliar lá nessa pensão.

Eu sofri tanto com os sustos do barulho que vindo do interior para São Paulo, um silêncio chegando aqui, um barulho. Eu fiquei uma criança cheia de vermes, lotada de medo, medo, medo, medo. E eu atrapalhava a pensão, porque eu chorava muito, tocava campainha eu gritava de medo. Então, o que é que eles fizeram?

doença dos macacos, uma coisa assim. E disse que eu ia morrer.

Éramos os quatro.

E foi, fez uma garrafada, a moda que papai sempre tinha a mania de fazer chá e remédio. E queimou chifre de, não sei o que, botou hortelã, poejo e, não sei, fez uma garrafada e me deu. Eu, limpei o intestino, coloquei mais ou menos num dia quarenta lombrigas. Papai pegou engafou, botou álcool e tampou.

Quando esse médico veio, porque a casa eram era deles, eles passavam fim de semana nessa fazendinha, nessa chácara.

Ele me chamou e eu vim andando. Quando eu fui, eu fui carregada, quando eles foram passear, eu estava andando, Essa não é aquela menina?

tempo dos escravos, e tinha, eu me lembro, tinha uma um redondo de um poço, assim, a cruza em cima.

como um doador.

O papai não tinha medo, ele, pegava isso, deixava a gente... Nós éramos fãs do papai, pela valentia dele. agachava assim, aí pegava na mão e a cobra vinha, aí todo mundo gritava, corria o papai com a cobra na mão e ele mascava fumo pela essa origem dele. que a gente dizia que ele contava que era índio, né? Criado a laço. A gente, nossa, esse homem é uma valentia. E ele cuspia, assim, aquele cuspe de É o fumo. Cobra no morde quem masca fumo. E a gente, acreditava nisso, né? E essa foi um uma boa parte da nossa infância nesse local. Depois eles saíram de lá e vieram para São Paulo. Tem vários fatos que ficou marcado. Eu até escrevi.

Na porta de casa eles deitavam e ficavam olhando E a mamãe dava banho na gente. E os bichinhos assistindo, a gente tomava banho. Acabava de dar banho e saia um atrás do outro e iam para onde o papai plantava mandioca e eles comiam. Onde o papai achou que estava sendo roubado. Tem alguém invadindo e comendo as mandioca, levando as mandioca e eu vou me plantar lá e vou pegar quem que está comendo as minhas mandioca e roubando. Aí o papai, para uma surpresa dele, disse que viu. A chiquinha levantava a terra com o focinho. O diamante negro roia a mandioca e comia. Na volta, eles vinham passavam na casa grande que era em cima, abriam a torneira, a chiquinha esperava porque ela era porquinha, era baixinha. O diamante negro abria a torneira com a boca, a água jorrava, a água caia, a porquinha comia, bebia a água. E ele bebia no tanque mesmo. E aí voltavam um atrás do outro. Papai, vocês não acreditam? São os dois que estão comendo a nossa mandioca.

Eles gostavam muito dessa história. Então foi um trecho gostoso na vida que valia uma história. Fora o luar desse lugar que nunca mais encontramos igual, o luar igual àquele, o açude do fundo da casa onde a gente dava pão para as carpas subirem e comer. Ficou na história, ficou lá para trás essa história. Aí viemos para São Paulo. Eu, menininha, A gente já chegou nessa época, para é naquela época que estava acabando a guerra, quarenta e cinco, quarenta e seis, aquela época que viemos morar ali para... Nós moramos, sabe aonde?

Então, moramos lá no... Na época tinha muito curtiço. Hoje em dia eles falam condomínio, né? Hoje ele chama de condomínio <laughs> no nosso tempo, era cortiço moramos. Uma casa aqui, outra casa aqui, num quintal era cortiço, hoje é condomínio fechado. É um pouco mais chique, mais colorido, mas não... É a mesma coisa, uma porta dá de frente pra outra, uma porta dá de frente pra outra.

Nessa rua tinha português, tinha italiano, tinha japonês. Parece muito com a minha rua agora, tinha os vizinhos estrangeiros. E a mamãe sentava e dava aula para essas pessoas. E ela ganhava muita coisa com isso. Mas isso enquanto o papai não chegava. O papai chegava, ela fechava livro, tudo escondido, que o papai dizia, não vem, não. Terreiro, é terreiro, quintal é quintal é a mesma coisa e se escreve do mesmo jeito. Você não vai me ensinar a escrever. Então, para ele, as palavras você... é Como eu disse, ele contava as letras, mas tinha o sentido de terreiro. No meu terreiro eu crio galinha, no meu quintal eu crio galinha, então não tinha que ter duas palavras, terreiro e quintal. Tinha que ser uma coisa só, <laughs> espaço. Então, assim, vivia mamãe com esse homem, que ele era encantador e ela passava por cima disso.
conta um pouco das brincadeiras de infância?

muito gostoso. Lá, a gente, como eu disse, a moradia era um quital e várias casas, nós morávamos num quarto só. Então mal, ah quando abrir as camas, tinha que passar por cima para chegar na outra cama, então nós vivíamos fora de casa. Nossa nossa sala era o quintal. Então, o papai chegava do serviço, ligava o rádio, Mamãe ficava fazendo janta num espaço apertadinho, e ficavam os dois conversando. Nós víamos isso e saíamos. Nessa época, mamãe já tinha mais dois filhos. Nós maiores saíamos íamos brincar.

Ela sentava estuda.

Furar pneu de carro, subir em muro, pular a muro, brincar de pega-pega, então eu que queria ganhar corrida já tinha um método, amarra amarrava o vestido do meio da perna, porque a gente não mostava as coxas e não usava nem calça cumprida, mulher usava vestido Godê ou vestido Frazido. E eu quando corria as pernas, levantava muito alto eu falava, não, vou amarrar, amarrava o vestido do meio da perna, E eu apostava corrida com os meninos e com esse meu irmão. E a gente brincava assim, campeonato de cuspe. Vamos deixar a terra bem fofinha né. Tinha aquele aquela aquele pó, hoje a gente chama de pó. Mas era a terra que a gente passava a mão para ficar fofa. Quando ela estava bem fofa dávamos a distância. Enchia a boca, enchia a boca <laughs> e vamos cuspir. Aquele que cuspir mais longe é o campeão, campeonato de cuspe. Aí a gente... Enchia, enchia, e pá... E... Caia lá na frente. Na hora que ele caia no pó, ele fazia uma bolinha tipo um bolinho. Pronto. Aí eu ganhei, eu ganhei. Aí a gente ainda pegava com todo cuidado aquele bolinho de pó e guspi. Olha o meu bolo, olha. Meu ficou maior que o seu e era uma brincadeira. <laughs> Depois a gente ia para a Barra Manteiga. E Barra Manteiga, na fuça da nega, minha mãe mandou e aquela correria. E eu sempre querendo ganhar a corrida. da Barra Manteiga, do não sei o que, era um moleque. Desse quintal, brincava de foguinho. E todo quintal tem uma menina mais velha e bonita. Sempre tem uma menina bonita. Ela parecia, para mim, uma fadinha.

Ela era mocinha já.

Não, ela era a Não, eu sou a princesa. Então, como princesa, ela punha dois travesseiros naquele quintal, embaixo daquelas ameixeiras grandes, que o quintal tinha muita fruta, ela punha assim. Tuas almofadas punha um lençol e aquele luar vinha e penetrava assim. E parecia uma princesa.

O que é que é mil e uma noite? Então a gente ia, corria, arrancava uma folha de bananeira ou uma folha de palmeira, e tínhamos que, vai escravos, me abandem, nós, e tal. Mas como ela era bonita, eu tinha um prazer imenso de ver ela assim deitada, a princesa e eu abanando assim.

buscar uma banana para mim, a gente ia. Vai buscar. Agora a gente pobre. mal tinha as coisas pra gente e pra entrar em casa e pra pegar um pedacinho de qualquer coisa pra trazer pra aquela menina e ninguém ver, entrava assim, que vocês querem aqui nada, nada, um pedacinho de pão, qualquer a gente, tinha que levar pra dar pra aquela princesa comer e nós fazíamos isso lá de vez em quando à noite.

Aí eu não me conformava com isso. Aí veio um casal namorar no muro da nossa casa.

Ai, eu não acredito, ele tá com a mão na, era um escândalo isso naquele tempo. Tá mesmo, tá? Ele abriu a brusa da moça. Ah, vamos fazer uma coisa, vamos achar um cano. Vamos encher de barro e vamos soprar. Fizemos. o cano de barro, a água, fomos escondidos, subimos no muro na hora que o rapaz tá lá nos maiores amores. (assopro) Aquele caudo de barro <laughs> bateu no rapaz. Corremos, não vinha ninguém, Você não via uma criança.

O rapaz bate na porta. Meu pai saia. Atendia e dizia, pois não. Olha, olha aqui como nós tamo.

Meu pai, sério? Jogaram água?

Mas o papai era justo, ele tinha um um uma maneira de julgar dele de homem justo. E assim, como é que ele chamava a gente? Ele não dava um grito, ele fazia assim... <whistles> Quando ele escutava esse fio... Não, não foi.

Então <laughs> a gente tinha um segundo chegava... Senhor, eu não fui, papai. Eu juro por deus, eu já chegava assim. Eu juro por Deus, eu não fui, eu não fui, eu não fui. Mas ele dizia, vocês jogaram na água suja, nesses vão apanhar. Aí a gente pedia pra ele, mas a gente pode contar por quê? Papai não mandava aquela boca, ele ouvia. Hoje ele dizia, nem interessa bate não, ele não. Tá bom, então conte por quê? Aí nós contamos. Olha, papai, ele abriu a <laughs> da moça, ele tava com a mão lá assim, assim. Ah, foi isso? Ah, foi? Então vocês fizeram bem, então é ele quem vai... Nossa, quando o papai falava assim, a gente falava assim, graças a Deus, porque aí ele ia na frente, aí aquela descompostura no rapaz. Como é que o papai... Como é que o rapaz vinha desrespeitar a frente da casa dele? Com atos né, hoje se fala o obsceno, o papai dizia com atos sem vergonha e já rasgava o verbo.

E a pessoa ia embora tremendo, e nós dizia isso é que é o homem, isso é meu pai. É uma valentia.

Esses são as brincadeiras que a gente fazia, fora as comidinhas, brincadeira de casinha, brincadeira de pegar, florzinha de violeta e fazer o nosso perfume, cantando aquelas músicas maravilhosas que a gente ouvia, sabe? Aí nós nos perfumávamos com o perfume que a gente mesmo fazia. Era muito gostoso. Quando mamãe fazia as farofas de feijão, que ela punha farinha e feijão, a gente, na brincadeira, deixava sobrar um capitãozinho, que a gente amarrava com a mão na nossa brincadeira. Nosso bolo era aquele feijão com farinha de mandioca. E comíamos gostoso o nosso bolo. E era gostoso. Agora, dia de chuva era ver o meu nascimento. O dia de chuva era fechadinha naquele quartinho, porque não podia tomar chuva. A janela aberta, nós vendo o pingo cair, a enxurrada na rua e eu dizendo, olha lá como eu nasci. Olha que maravilha, vim pela enxurrada e vendo aqueles sonhos gostosos né. Conta essa história direitinho (gargalhadada) da tua mãe. essa história
A gente amolava muito a mamãe, mamãe lavando roupa, cozinhando, passando roupa, cuidando dos filhinhos e das coisas do papai.
Mãe, como eu nasci? Mãe, como eu nasci? Eu queria que ela dissesse da onde a gente nascia, como a gente aparecia, como hoje as crianças têm curiosidade. Né a mamãe e os meus irmãos não tinham coragem de fazer essa pergunta para a mamãe. Eu já tinha, né? Mãe, como que eu nasci? Da onde que eu saí? Como é que eu vim? Não. Você veio pela enxurrada. Uma chuva forte caiu, a enxurrada veio, veio, veio e eu peguei você. Da enxurrada. Eu digo, nossa, que maravilha, então eu sou filha da chuva. Então, cada chuva que tinha, eu ia ver a minha vida começando ali na enxurrada e vai a chuva passando e eu assistindo. Muito gostoso. Linda, essa história. matava o assunto fácil. foi a cegonha, foi não sei o que foi a. Hoje em dia já mostra até os filmes, né, coisa absurda, mata a inocência da criança antes da criança começar a sonhar. Né Conta um pouquinho de do começo dos estudos, como foi. estudos
Os estudos foram assim, muito gostoso.
Eu era louca para estudar, porque eu tinha essa irmã mais velha, que era inteligentíssima. E o papai investiu tudo nela. Falou, minha filha vai para uma escola particular.

Aí eles vão em escola estadual, porque não dá para pagar. Então ele pagava uma escola para a minha irmã na mesma rua.

Por isso que eu chamo escola de escolinha. Eu acho um absurdo a criança crescer. Ter uma simplicidade numa casa, e depois ir para uma escola grande, onde vem criança de tudo quanto é lado, com os lanches melhores do mundo, e a gente, e a criança humilde, chegar sem nada. Eu acho um absurdo isso. eh E eu ia. E eu jamais, eu chegava em uma. Um dia de aula, eu não tinha lanche para levar. E como é que eu ia dizer para minha mãe que ela tinha que me dar lanche? E eu não ia, eu ia sem lanche. Agora o cheiro daquele lanche das crianças, aquele pão, aquele recheio que eu já... Eu sempre olhei para a lata de lixo dos outros, era diferente da minha lata de lixo. A minha lata de lixo tinha folha e carvão e pó. A folha do do lixo dos outros tinha casca de mamão, casca de laranja, casca de banana. Eu dizia, por que essa diferença? Já no lixo estava diferente, mas eu disfarçava e não tinha visto nada. Jamais eu iria magoar a minha mãe com isso. E quando um vizinho dava alguma coisa, a mamãe não admitia que a gente comesse, ela dizia assim, olha, filha, isso está envenenado e ia para o lixo. Jamais eu podia comer uma coisa boa ou bolo ou doce ou fruto que vinha do vizinho. Mamãe dizia, está envenenado. Eu tinha que comer o arroz e o feijãozinho com a farinha, o pão duro que ela tinha. Então, na escola, eu ia sem lanche. Os pais mandavam os outros lanche. E eu ainda tinha uma professora que era... A minha aula era intermediária. Ela almoçava na sala de aula. E ela tinha um prato enorme de arroz, feijão, um bolinho de carne e uma couve. Eu olhava para aquele, eu treimia no meu lugar.

Eu fazia o quê? Eu estava na sala de aula. Eu dizia, ah vamos brincar de peixinho, deixa aí elas, eu pegava um barbante e eu brincava, tira do meu dedo que vira um peixe. Tira do meu dedo que vai virar um peixe. E com aquele barbante que esticava e que brincava e põe o dedo, experimenta que você vai ver enquanto o pessoal comia eu brincava.

Aí, isso ficou armazenado na minha lembrança.

E eu me achava uma menina muito feia.

E eu chegava em casa, a minha irmã de... Então, eu não estudava.

Me namorando. Ficando comigo, assim, do meu lado, me fazendo carinho. Um menino lindo. Que eu não sei quem é, <laughs> que eu imaginava.

Quando eu chegava em casa, a minha irmã... Ih, como é que foi a escola? Eu fiz tal lição. E não tinha nada nos cadernos, nem caderno, tinha nem lá.

Eu dizia, eu não enxergo, papai. Eu tô sofrendo da vista, as letras... Olha, ela passa... Meu pai imediatamente botou eu no cangote e meu irmão foi comprar óculos.

Eu não tinha lição porque eu não gostava do que eu via, do que eu ouvia. Eu não gostava. Pra mim, Bê e Pê era a mesma coisa, eu era igual o papai. Pra que que um está com a barriga pra cima, o outro está a barriga pra baixo, o Pê e o Bê. Então, eu engasgava no Pê e no Bê. Porque, letra de forma, Dê, Pê, Bê. Eu digo, gente, é tudo a mesma coisa, um está com a barriga para cá o outro com a barriga para cá. e ficava aquela coisa e repetia um ano, então. Foi a vergonha da família. Todos passaram de ano e eu repetia um ano. o eme O ene me confundia. Três pernas, duas pernas, uma perna. Que perna, que perna quis... E quando falava em perna, eu via perna no eme, perna no ene, sabe? quando O que eu via, eu projetava na minha cabeça e passava para o papel. Isso foi a minha dificuldade inicial na escola, mas depois deslanchei, fui notas altas. por hum Não pelos professores, mas para deixar meu pai feliz. Minha mãe feliz. Não vou mostrar para Sempre foi uma resposta um dia eu vou mostrar para eles. Sem cadernos, sem lição. Aí teve uma hora que todos tinham que vir para uma festa, haveria uma festa onde eu seria a borracha. Por fim, me escolheram para falar uma poesia na escola, uma apresentação, e eu representava o Amazonas, eu era a borracha. Todos tinham que ir de branco nessa festa, mas imagina se pobre pode dizer que cor que a roupa vai, vai com o que tem. Minha tia me fez um vestido azul clarinho, bonitinho, de manguinha, eu falei, mãe, é branco. Mas é o que tem. E eu vesti, eu não podia ir, mãe. Eu fui lá pra rua como eu tava indo pra forca. Quando eu cheguei com o meu vestido azul, todos estavam de branco. E eu, de azul, na hora de declamar. Você não podia ter vindo, falei, borracha não é branca. Borracha é azul. Aí foi a minha... Meu grito. Ah, é? é E se falar muito, o meu como eu sou de borracha, meu braço estica e chega aí. Ah, é? Você é de bo sou de borracha? Aí brecaram e pararam de brigar com o meu vestido. Então a gente era uma lutadora. E quando alguém queria me atacar, digo, meu pai é índio, vou fazer um buraquinho no chão, porque ele está ouvindo toda essa conversa. Seu pai é índio, é. e já Não precisa fazer buraquinho no chão, já paravam comigo e com meu irmão, não se metiam. Porque a gente olha se, meu pai escutar, e por fim, Papai deu os ares da graça com a minha irmã que pagava a escola. E como ele pagava a escola, ele queria, ela com nota dez.

E meio e vai, meu pai, e diz assim, por quê? Minha irmã vai e conta. Papai, perseguição da professora.

E minha irmã contou. E as escolas fecharam o portão.

Porque uma escola que se paga, criança não pode tirar menos que dez. A professora tem obrigação de ensinar. foram essas lembranças de escola, escola, que foi crescendo na cabeça da gente. Então, descreve um pouco como que era a escola onde a senhora estudava.

Um dia eu estava sentado numa sala, assim, e eu assistir a aula. olhava o céu, as estrelas, as estrelas de dia, as nuvens passando o céu azul. Eu via, nisso, eu vi um teco-teco, cair. Eu vi. Eu falei, professora, o avião caiu. Nossa senhora, essa professora me pôs de castigo. Você vai de castigo? Porque você não está prestando atenção na aula, por isso que você não sabe nada, e eu fiquei de castigo. E no dia seguinte ela voltou, deu um jornal que o teco-teco caiu, o avião caiu mesmo.

Eu só olhava para o céu, não olhava para nada. Fez assim, rodou, rodou e caiu. Acredita? Então a gente... Eu eu não sei se estudar hoje em dia se está melhor, eu acredito que esteja até pior, porque agora nem para as janelas você olha, porque você olha para o computador. Você fica ali, eu sou muito contra. Como é que a criança vai criar? Eu acho que tem que se caminhar mais com a natureza, com a coisa, com o chão, com a terra. Mas enfim, deixa que cada um sabe, e os séculos vão passando, os anos vão passando, os que tem que crescer, vamos deixar crescer. Quando achar que não dá mais, volta para o chãozinho, porque para a terra, para a árvorezinha, volta para tudo. Então, minha escola era assim.

Porque acabei recebi diploma, consegui sair dessa escola, entrei naquela fase de catequese, de primeira comunhão, outra aventura, não podia fazer a primeira comunhão, não sabia rezar o creio, Fui bem nesse meio entre escola, cresce e sai, tira diploma, saí da Catequese, uma coisa só, a mesma história.

E os padres faziam uma... como é que eu digo? Um exame na gente, né? Pra saber se sabia o pai nosso, o ave Maria, o creio em Deus. E enfim, o que é que a gente sabia? O ato de contrição. Uma criança pequena não sabe nem esses nomes, são tão pesados. eu Eu virei também catequista por causa disso. Eu fundei a escola por causa da minha escola, virei catequista por causa do aprendizado meu de religião. Todas essas coisas fazem a gente quer transformar o mundo e exerça. Vai lá e faz. Porque o povo não se mexe. O que aconteceu? Eu não aprendi nada. Porque minha mãe tudo falava, cruz credo. Tudo que era feio, cruz credo. estava assustada, aí cruz <coughs> credo. credo, era uma palavra pesada. Credo. Você fez isso, credo. Então para mim, credo era uma palavra. E eu cheguei na igreja e o padre vai, quer que eu aprenda o credo. Eu falei, eu não vou aprender credo, nada. eu O nome credo, não vou aprender. Travei. Não aprendi o credo. <laughs> e E aí, no meu exame, pai nosso, falei. Ave Maria, falei, o credo. <sighs>

Eu não sabia o credo. Eu não sabia. Eu falo credo. Eu só tinha falado creio em Deus, Pai, todo poderoso. Eu não conseguia.

Você não está preparado para fazer a primeira comunhão? Na véspera, no sábado, primeira comunhão domingo. Como que eu ia dizer para a minha mãe, eu nunca magoei a mamãe, não ia magoar? Mamãe tinha uma vida tão difícil, tão pobrezinha e tão bonita, inteira, né? Aí eu falei, eu não vou magoar a minha mãe, não vou dizer que não posso. e Pequininha, sem usar essa expressão, não vou magoar. Eu dizia assim, não vou fazer isso com a mamãe.

A ponte era de madeira. Não tinha essa ponte que agora, que passa do Rio para o lado de Lá, era de madeira. Fazia barulho.

E a mamãe chegou pronto, filha, você fez seu exame de consciência ia sozinha voltar sozinha da igreja. Não era como agora que as mães vai, a avó vai, a tia vai, todo mundo leva.

Quantos anos a senhora tinha? Nessa época, entre mais ou menos sete e nove anos, entre essa idade. Não era mais que isso. Aí, a mamãe, você já ta já fez seu ato de confissão fiz, nem sabia o que era. Amanhã você vai fazer a primeira comunhão. Eu falei, eu vou até a igreja e volto. Nem vou chegar perto. Me vestiram toda aquela roupa, aquela grinalda e. E eu fui com a velinha que tem que acender. E eu não queria ir, mãe, eu não quero ir. e vai, e põe para a porta e vai. E eu fui para a igreja, na hora da missa. Mamãe sempre disse para os filhos, vai, ela nunca foi. Ela sempre ficou no fogão e nós E eu cheguei na igreja, tinha aqueles pilar que tem, me escondi atrás de um pilar, falei, a hora que acabar, sai, todo mundo, eu saio. Estou lá, uma mulher viu, falou ai filhinha, você tem que ir lá. E eu falei, não, eu me segurava. Você tem que ir todo mundo, você tem que ir, e eu lá dura, e todo mundo está abrindo a boca, e eu olhando, e eu escondida. Ela me pôs lá na fila, eu fui uma das últimas, me ajoelhei vi o que eles fizeram, cheguei lá, me joelha pus a mão. O padre, quando teve que falar assim, o corpo de Cristo, o padre fez assim com a hóstia, falou você não podia estar aqui. Eu abri a boca e comi o... Não podia estar aqui, mas estou abocanhei, o corpo de Cristo, e ele me olhando assim, ele não falou o corpo de Cristo, ele falou, você não podia estar aqui. Aí eu falei, ah está, comi, comi, peguei. Eu sabia que eu não podia encostar a hóstia nos dentes, fiquei lá, fui para a fila, teve festa. Não fiquei na festa para não encontrar com o padre, saí correndo, mãe, fiz minha primeira comunhão. Aí aí fui questionar a virgindade de Nossa Senhora. Eu e minha irmã dizia mais nunca, Nossa Senhora, é virgem, imagine como é que ela vai ter um filho. E minha irmã falando e eu falando, e minha irmã mais velha, ela é virgem. Porque São Gabriel, isso é o quê? Eu falei, não, não é. Não pode. Eu questionei, falei, não pode, não pode ser virgem. ela disse Se ela foi mãe de Jesus, não era. Aí foi essa questão de dúvida de religião que me fez ir estudar o evangelho. Trinta e cinco anos de curso de evangelho.

E aí eu a gente é uma expert em em Bíblia, porque a gente foi estudar as dúvidas. E fui ser catequista para dizer como é que uma catequista tem que ser. Tem que mostrar um Deus, um Jesus. As rezas tem a vida inteira para aprender. Credo, você tem a vida inteira para aprender o credo, não estou para fazer decorreba de religião.

Fundou a escola porque comecei a trabalhar com a escola porque puseram fogo numa escola. E eu já era catequista, e o padre precisou de alguém para dar aula. Fui. No que eu fui dar aula para cinco crianças, esse padre falou a senhora, como puseram fogo na igreja, a senhora, cinco? Não sei se era conto de réis, era cinco alguma coisa, que negócio de dinheiro também me embaraça muito. O nome de mudança de dinheiro, se era a conto, se era merréis, ou se era... Enfim, era cinco alguma coisa que eu cobrava por criança. Me deu cinco crianças falou, o dinheiro pode ficar tudo para a senhora. Eu olhei para ele e falei, nossa... Só que ele me deu cinco crianças e eu passei para setenta e cinco se assustou? Porque eu dava uma aula para as crianças assim? Já era catequista que já ensinava a diferença do que é Deus e do que é o mundo. Eu já pegava a flor, já pegava a flor de plástico, já comparava e dizia, o que é de Deus? O que é do homem? O que é que o homem faz? Tem consistência? O que é que Deus faz? Como é que de uma sementinha nasce essa maravilha perfumada? Aí as crianças, ó, como é que... Então eu já era assim como Catequista, como professora, vinha pai, vinha vó assistir a aula, to a igreja ficava cheia de gente em volta, eu dando a minha aula, e aí... de cinco foi para setenta e cinco aí o Padre cresceu os olhos. Falou falei, não, agora eu dou uma ajuda para o senhor. Não, não, não, não precisa. Mas aí eu tinha que fazer aquelas festas para ajudar a pagar imposto, comprar terrenos e eu fazia macarronada. Aquelas festas paroquiais? Com dez quilos de carne e trezentas pessoas para comer. Eu começava com o bife enrolado. Os primeiros pegavam aquela marmita, e o bife enrolado. O segundo uma rodela. aí Saia a metade da rodela. A gente, vão comer o macarrão com molho. Mas eles riam tanto que aí a gente começava. Mas não era, a senhora não falou que era macarrão com bife enrolado não sei o que não sei o que, falei era mas vocês aumentaram muito a quantidade de pessoa. Então virava brincadeira e a gente ajudou a pagar muitas contas, muito imposto de igreja. Enfim, nós fomos levando, fomos indo. Então, escola, igreja, eu fiz caminhar junto, até que eu tive que ter a minha, por dife divergência de comunidade.

Porque ela crescia, mas crescia em volta de mim. Eu não conseguia fazer... Se era eu que fazia tudo, era difícil crescer em volta, por exemplo, de de de outra pessoa. E não podia. Comunidade, ela precisa crescer a comunidade. Tudo, então, girava em volta de mim, então chegou o ponto de eu ter a minha. Me retirei, né? Quando eu me retirei, que eu cheguei em casa, eu falei, quer saber, eu vou lavar uma trouxa de roupa, Para esquecer dessa trabalheira aí, que nunca, o que a gente faz, agrada a todos. Fui tirar a cortina, forro de cama, a roupa da criançada. Toda vez que eu tenho um problema, um tanque de roupa alivia. Eu invento roupa suja para para poder descarregar ali, não é na máquina, é na mão. Aí, o que aconteceu?

E falou aonde a senhora for, a senhora vai ensinar nossos filhos. Comece sua escola. Foi uma revolução em casa. Tira o desbancho do dormitório, compra cadeirinha, foi assim que começou o larzinho. Aí eu fui na paróquia. Vocês vão me ajudar a dar um nome na minha escola. Quando saí da paróquia, foi ciúmes ciúmes de paróquianos. Eu precisei fundar, eu voltei lá e falei, gente, padre, o senhor tem que me ajudar a colocar um nome na minha escola. Aí eles me deram vários nomes. São Rafael, que é um anjo bom, que cura, que faz. Afinal, isso me lembra do de França.

Não tem um vinho que fala, São Rafael, o aperitivo de França. Eu falei, não, escola não quero esse nome.

Todo mundo gosta de você, falei, não.

Aí, eu eu lembrei o quê? Me lembrei de São José, padroeiro da família. Aquele que, exatamente na dúvida que eu tive com a nossa senhora, quando eu fui estudar a Bíblia, eu vi a grandeza de São José, de entender o que ninguém entende, que é o aviso do São Gabriel, da Virgem Maria. Aquele São José que entendeu isso sofreu para entender, que eu também custei para compreender as dúvidas humanas, e ele venceu. Esse homem merece.

Larzinho, porque é uma casa, mistura.

Aonde ele vai? Aprender a fritar bolinho, fazer bolinho, fazer chocolate. Vou dar agulha, vou dar tinta na mão da criança, não importa, a criança vai ser feliz. Hora da historinha, hora do caderno. A hora do, eu fazia com eles o Pula Novelinho. Pula Novelinho. e a letra ia se acostumando e a criança ia vencendo as dificuldades da do corpo dele né, cresceu assim minha escola. Então foram das falhas das escolas que eu frequentei, a religiosidade, que também houve falhas que eu frequentei, que não era nem da religião são das pessoas que administram a escola e a religião né. Dizer que eu não falhei, eu também falhei. Não dá para eu lembrar onde está minhas falhas, mas eu tenho certeza que quem passou pela... Eu foi fui vinte e oito anos, fiquei na minha escolinha. Depois de vinte e oito anos eu parei e me aposentei né. Né eu sou aposentada há dez anos. Então também professora leiga, também aposentada. Mas os meus alunos colocam os filhos na escola, vem me contar. Então eu já sou uma professora-avó. Já sou quase professora bisavó.

Como é o nome dela?

Falei, Jesus. Aquela menininha loirinha linda, está lá. Eu tenho um aluno que é dos cinco maiores catedráticos de matemática que está nos Estados Unidos, agora eu não estou lembrando o nome dele, meu aluno. A mãe chega, me dá um abraço, <coughs> seu aluno brilha. Agora eu estava no supermercado, chegou uma mãe para mim.

É um gato fez modelo, fez isso fez aquilo e. Então, o estão povoando a terra. Então, o primeiro ensinamento, que é o do amor, da partilha, estão levando. Não comiam o lanche sem repartir. E uma das experiências que a gente tem na nossa escolinha foi de uma mãe egoísta. E ela fez o seguinte, não dê seu o lanche para ninguém, é só seu. Menininho não deu. Não dê seu lanche para ninguém, é só seu. O menino não deu. Não, minha mãe falou que não, não me... não tudo bem, vamos respeitar, coma o seu. Lá o menino fez aniversário, ela vai e trouxe um bolo. O bolo chegou bonito, ele pôs na mesa. Vamos, vamos cantar parabéns para o fulano está fazendo aniversário. Não para ele, eu não canto. Ele nunca me deu um lanche. Não, eu não canto, parabéns. E o menino em frente ao bolo. Não, eu não canto. Gente, eram umas cinquenta crianças. Eu sempre tive sala cheia. Eu tinha sempre uma auxiliar comigo. era Era sempre uma classe de quarenta e cinco para cima. E aí ninguém queria cantar para essa criança. E ele chorando ali, eu falei, esta miserável dessa mãe conseguiu fazer isso. O filho sofrer, porque ela é egoísta. Aí eu fui contando história para as crianças, falando que não, que tinha que ter bondade. que todos tinhamos que cantar para ele, aí todos chegaram e cantaram. E o menino parou de chorar e comeram o bolo. A hora que acabou, foi reunião com os pais. Acaba, eu passava uma cena com a criança, a noite, tinha uma reunião com os pais. Olha, vocês fazem isso, e isso, e isso, e isso. E depois eu, é que preciso consertar os erros. E a criança sofre, seu filho sofreu muito, foi muito difícil os amigos, quererem cantar Nossa, essa mulher pediu mil desculpas. Tenho certeza que para o resto da vida ela não errou mais. E assim foi. Assim foi. A história que eu te contei a do a da comida, né? Do feijão preto. Isso, conta essa história, essa história é ótima também.
Tinha uma turminha que trazia a marmida.
E tinha um bem pretinho. E o outro bem loirinho. Então assim. A mãe de um fazia feijão preto. e dava no lanche bolachinha negrito. Todos os dias, a mesma comida, vinha arroz, bife, tal, mas o feijão era feijão preto, ela gostava, família gostava. E o outro loirinho, a mãe fazia polenta, molho vermelho, macarronada, molho vermelho. Um dia eu estou lá, o menininho não queria comer, estava triste, o que era bem escurinho. Lindo, menino lindo, viu, está um homão. Hoje ele fala assim, eu não vou comer, olha aí, Olha aí prô. Eles me chamavam de prô nessa época. Olha aí prô. Olha a minha comida. É por isso que eu sou dessa cor. Olha a minha comida. É só feijão preto. É só <laughs> bolacha preta. É por isso que eu sou dessa cor. Olha a comida dele. Olha lá, olha o que ele come. Tudo é vermelho, tudo é amarelo. Aí foi aquela coisa. Chamei a mãe. A mãe sofreu muito. Falei, mas varia um pouco de comida. Eu vou fazer ele ter uma autoestima pela cor. Aí fiz, contei uma historinha para ele. Uma historinha gostosa. Eu contei a história de um garotinho que ele era bem pretinho e que ele ia na escola, todo mundo falava que ele era bem pretinho. E que ele um dia falou, ninguém gosta de mim por causa da minha cor. E os meninos não gostavam mesmo.

Vai para lá, você não joga. Vai para lá, você não pega o meu lanche. Mas aí o que que o menino fez? O menino chegou na casa dele, pegou uma palhinha de aço e foi tomar um banho, enquanto a mãe dele foi trabalhar. E nisso ele esfregou, esfregou, esfregou, esfregou, que sangrou e pegou uma febre adoeceu e ficou de cama. Só que esse menino era o que mais fazia gol. Esse menino era o que mais fazia brincadeira gostosa. Esse menino fez falta na sala de aula e na escola. E os colegas iam, cadê o fulano, fulano não veio mais, cadê o fulano, fulano não veio mais. E aí, a professora foi na mãe dele, a mãe dele falou, olha, ele está doente. Por causa de chamarem ele de só de cor, de cor, ele foi tomar um banho com palhinha de aço, se esfregou tanto, a água ficou cheia de sangue, ele ficou doente, está com febre. A professora contou, vocês são culpados. Se passou isso, isso, e isso. Os meninos se encheram de remorso, foram lá, cobriram ele de presente carinho, e ele voltou à aula. Então eu contei isso para esse menino, falou, não importa o que a gente tem aqui fora. Se você tirar essa pele, o sangue embaixo é vermelho. Pode ser do louro, pode ser seu, não importa. Aí ele se conformou, todo sangue é vermelho, todo sangue é vermelho. do branco, do preto, do amarelo, do japonês, do italiano. O sangue é da mesma cor. Isso aqui é só uma capa para cobrir. E ele compreendeu e conseguiu. Terminamos o ano com ele feliz. Então era uma escola assim. A nossa escolinha também tirava traumas. Eu tinha uma menina que ela veio para mim, indicada pelos médicos, do postinho do Butantã.

Só que a mãe, que era uma enfermeira, ela saía.

No que ela entrou, ela ficou louca.

E ela veio para minha escola exatamente para mim tirar esse Trauma dela de não confiar em gente grande. E eu trabalhei um ano, essa criança, trabalhei. E ela não olhava no meu rosto, ela torcia. de um ano de um trabalho de carinho, de amor, de aceitação de como ela era. Ela olhou para mim e levantou o rosto e começou a olhar para as pessoas. Ficou mais uns dois anos ou três comigo e nunca mais.

Uma história também outra que eu gosto muito de contar é de um pai.

Bonitinhos, ele deixava os filhos lá comigo. Um dia falou que chegou ele bravo lá na escola.

Mostrou. Eu olhei e falei, E ela fica com a senhora, a senhora tem que me dar conta disso. Eu falei, imagine, funcionária nenhuma, vai morrer uma criança aqui. Mas o senhor vai me dar um dia, confiando em mim, que eu vou ficar observando tudo que acontece na escola. E depois eu conto para o senhor. Então eu fui ver, escorregador, a criança sobe,

A criança não sobe no escorregador de frente. Eliminei. Fui olhar a troca das tias. Um monte de criança para trocar uma tia ajudando a outra, calcinha num, roupinha na outra, falda na outra.

Eu olhei o dia inteiro, a noite, falei para o pai, falei, olha, eu olhei a minha escola. Agora o senhor olhe a sua casa. que aqui não foi.

Aí ficou lá, né?

Eu não vou poder voltar. Quando a empregada saiu para ir pegar as meninas na escola, ele entrou embaixo da cama. do apartamento, e abriu todas as portas, tirou o móvel, que ele conseguisse ver a casa, o movimento.

Primeiro, ele viu a alimentação.

Diz que ele quase que ele falou que ele teve náusea, assistindo essa cena.

Ele veio me contar indignado e disse, é a minha empregada.

Então quando eu vejo esses casos, desses filmes aí, eu falo quanto um adulto precisa desconfiar de com quem ele vai deixar o filho.

é de cuidado. E eu, pelo amor de Deus, exijo, eu sou brava.

É muito forte. E existem falhas, a gente sabe que tem. Tem sempre um que tem uma queixa, outro que tem Por quê? Porque nós temos que contratar pessoas que vêm de outros lugares e de outras origens. e E sempre eu digo, o ser humano não nasceu ruim. O ser humano nasce bom. Mas o mundo transforma, a inveja a ganância, a correria. Você tem uma pessoa linda, maravilhosa, de repente vê uma pessoa um criminoso? Então é isso. Então, função de educar. Então, exatamente qual é a minha função? Educadora. Educar não precisa você estar na faculdade, você precisa educar. Você tem que ser uma educadora de bons costumes, de bons hábitos, de amor. E para você educar, o que é que você tem que fazer? Se educar. A maior educação eu preciso dar para mim, para eu poder exercer.
Vamos voltar um pouquinho na história, na época da tua adolescência, como que eram <laughs> os namoros, adolescência os amigos?
Olha só, a minha adolescência, que bom que você lembrou desse pedaço. A minha adolescência foi muito interessante.

Que eu já estava com meus onze, doze anos, moramos muitos anos lá.

Dificuldade de aluguel há muitos anos que tem, né? Salário pequeno, o o aluguel come tudo, então lá a gente não pagava. E eu cresci. E aí fui querendo ficar bonita, foi aquela foto que você viu que eu aumentava a boca, cortava o cabelo contra o gosto do pai, e levantava a gola, que as saía toda rebolando.

Eu via essas meninas agora, digo, ah meu Deus, já fiz isso. <laughs> A gente nem sabe que está ridículo, a gente está achando que está linda, maravilhosa. E cresci. Nesse, mas já fui logo trabalhar, com onze anos, com doze anos, com treze anos, eu já trabalhava. Qual foi o primeiro emprego?

E as funcionárias avisavam a gente, Eu entrei, estava trabalhando, eu era função mais simples, só fazia esse macarrão que ele é dobradinho, eu pegava aquela pilha de macarrão no braço, colocava o dedo assim e dobrava assim, fazia um quatro, depois ensacava.

Como eu estava na última mesa,

Mas conforme a gente ia subindo de cargo nas funções e fazendo direitinho do nosso trabalho, nós chegávamos na primeira mesa. Então eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando.

Tenho medo do Seu fulano e disse o nome do homem. E contei o que ele fazia, minha mãe, você nem vai lá para receber, vou eu receber. Minha mãe era bravinha, lá foi ela receber o meu salário. Então trabalhei nesse fábrica de macarrão. Aí fui trabalhar numa tipografia, aonde para mim as máquinas falavam, elepe, lepe, lepe, lepe, eu digo, meu Deus, essas máquinas estão conversando. E eu ffui trabalhei muito tempo também, um aninho, mais ou menos, também, lá na tipografia. Também saí, eu enjoava das A senhora ia a pé para o trabalho? Sempre a pé.

Elas faziam... transporte das bagagens de avião, de pacotes, enviavam para o Brasil inteiro pela real, aquela aviação.

Eu exercia a função de telefone.

Então eu aprendi a decorar telefones, que até me ajuda até hoje com datas, que eu decoro tudo sei telefone, erre gê sic, e tal, número tudo eu sei, porque acostumei a lidar com os números. está Lá eu fiquei até casar.

Tinha muito medo, papai era muito bravo, não deixava a gente namorar. Ele dava em quem quisesse olhar para a gente lá. Ele cuidava de mim, e da minha irmã, que era as mais velhas. Mas eu comecei a olhar um, olhar outro. E um dia nós estávamos em casa e jogávamos domínio à noite. Quando eu estava de olho no meu marido e ele em mim, mas eu não gostava dele porque ele falava com muito sotaque de cearense. E eu falava, Deus me livre, Deus me livre, E ele também me achava muito magra. Também falava Deus me livre namorar com ela. Mas a gente tinha uma amizade.

E ele ia ser jockey. Naquele tempo ele estava como aprendiz de jockey. Na época, jockey era como um jogador de futebol famoso hoje. E todo mundo estava de olho nele, para a profissão que ele ia ter. E eu falava Deus, me livre, ele fala com muito sotaque, bichinha, bichinha, não, não, não, eu não. E fomos jogar dominó e meu irmão me deu um empurrão na cadeira, aquelas cadeiras de ferro de abrir e fechar. e E o papai dormia assistindo a gente jogar para não fazer arte. Não podia, ninguém fazer. Mas quando meu irmão me empurrou, eu estava com a perna para cima, E meu pai abriu os olhos viu minha perna, assim.

Ele bateu.

Tá doendo, não fale comigo, você é culpado. Se não tivesse na minha casa, não tinha apanhado. Isso eu tinha o quê? catorze anos.

Ele já tava cedinho. doeu Não fale comigo nunca mais. E fui para o meu trabalho, trabalhei, voltei e não falei mais com ele. Nesse um ano que eu não falei com ele, apro ele tinha vinte anos e eu tinha a profissão dele de aprendiz ascendeu. Meu ele foi fazendo um sucesso. Foi ganhando corrida, ganhando corrida, ganhando corrida. Quando eu fiz quinze anos, ele já estava no auge da profissão. Bem sucedido. Quantos anos ele tinha? Nós somos cinco anos de diferença. Quando eu tinha catorze, ele tinha Dezenove quando eu fiz quinze, ele foi... Olha só, todo mundo caiu matando em cima dele as cunhadas dos amigos lá do nosso meio, né? Aí o os pessoal dizia, você vai casar com a minha cunhada, eu vou te apresentar minha irmã, essa coisa assim de jovem. E eu falando Deus me livre e indo e minha família me engolindo. Viu o que você perdeu? Você precisa ser tão chata, você não fala com ele, você não olha para ele, Olha, ele está ficando rico! Meu Deus me livre, não quero saber. Mas aquele Deus me livre começou a doer em mim né, porque eu falei, olha o que eu estou perdendo, né? um Um baú de dinheiro aí, ganhando, ele ganhava dinheiro aí, comprava aquelas camisas de linho. Era a moda comprar roupa na exposição e garpo, e ele ia comprar e desfilava para aquelas roupas... Como que era a moda da época?
Como que você se vestia?
Olha, ele usava casa casaco de antilope. Olha só, era o maior... Eu chamo de camurça hoje, naquele tempo, casa pe é antílope. Chapéu panamá, camisa de linho, aquelas calças e cinzas com aquele vinco, bem passadinho. Ele usava uma boina de vez em quando, o homem. Eu, como mulher, eu usava a camisinha de de de de aeromoça branquinha, que eu fazia aquelas golinhas tal e tudo o que eu tinha, eu fazia na mão. para usar e fazer bolerinho. podem ver na foto a senhora costurava que eu estou com bolerinho. Na mão. Não tinha máquina. Porque eu queria andar na moda e não tinha condição. Então eu desmanchava paninho que vinha. sabe Traziam aqueles sacos de roupa que dão para quem é pobre? Eu olhava bem aquilo, cortava tudo e fazia minha moda. Meus bolero, meus punha a renda de um, punha em outro, punha a renda aqui. Eu fazia minha moda. Cortava, fazia decote, ou não fazia. Mas era eu que fazia minhas coisas. Na mão.

Uma vez a gente fazia bolo, jogar em corrida de cavalo, chamado, vamos fazer um bolo?
Bolo é assim, apostar em que vai chegar na frente. cinquenta centavos você, cinquenta centavos ele, cinquenta centavos eu cinquenta centavos e jogava no cavalo. E um dia eu ganhei um bolo que deu três e mamãe vai em pinheiros, compra para mim um pano. Mamãe saiu, comprou um paninho branco, e eu ia trabalhar enquanto isso nessa real. Quando ela voltou, fui e fiz um vestidinho bonitinho, branco na mão, com o dinheiro que eu ganhei do bolo de corrida de cavalo. E assim vai, a gente, eu sonhava muito em ser jockey. Eu que queria montar os cavalos. E às vezes eu sonhava a noite e pulava na minha mãe. Porque olha como o papai fazia. O papai fazia, a mamãe dormir com as mulheres e ele dormia com os homens.

Era para ninguém chegar perto de nós e ele tomava conta dos homens né.

na cocheira de cavalo. E eu sonhava, eu pulava em cima dela, mamãe tinha uma anca, uma cinturinha fina e um corpão assim, né, africana, né, que... E eu pulava nela, mamãe acordava só. <laughs> Mamãe dizia, sai, sua bandida, lazarenta, fica pulando de mim ela acordava assustada. Comigo em cima dela, tocando o cavalo, achando que a mamãe era um cavalo, vai, vai ganhar, dormindo. Eu sonhava. Isso já mocinha, né? Vocês dormiam na cocheira? Como que era isso? Era morava na cocheira de cavalo. Era, por exemplo, esse espaço aqui era a nossa cocheira.

E tinha uma escadinha de madeira que subia. A escadinha de madeira que ia para o sóte, era sóte porque não era sótão. que era grande, sóte era até metade. Lá tinha uma cama de casal pertinho do telhado e uma cama de solteiro. Dormia a mamãe e os filhinhos pequenos e nós mulheres. Em baixo, nessa entrada assim, a porta tinha um fogão de carvão, de tijolo, com a tampinha em cima ficava as panelas, uma mesa. Essa mesa vinha para esse lugar que era dividido, que ficava a cama de solteiro do papai, as cadeiras que eram uma dessas que eu caí com uma mesa.

E ali vivíamos. Ganho era pouquíssimo, o papai ganhava pouco como cavalariço, no fim e o papai jogava truque. Então, nunca tinha dinheiro no fim do mês, era terrível. Mas vivíamos bem. Quando começamos a trabalhar, começou a melhorar. Conseguimos comprar um sapatinho, um brinquinho, consegui comprar a brilhantina, royal briar, que a gente passava no cabelo e ficava todo... Nesse tempo, então, eh nessa cocheira né que a gente vivia, E de trabalhava e vinha para estudava e vinha para dormir, né?

Estudava à noite. E a gente vinha vinha cantando no ônibus, vinha assobiando Cidade Maravilhosa. E vínhamos lendo o jornal dos outros que estavam na frente. lia as notícias, as pessoas ficavam brava, dobravam o jornal. Víamos pondo nossa conversa em dia.

E depois lá em casa a gente ainda chegava contando tudo para o papai, o nosso dia, e para a mamãe. E tomávamos um cafezinho quentinho, gostoso, com pedacinho de pão quentinho. Aquele cheiro do café fica. E aquele fogão de cimento e tijolo que tinha na cozinha, esquentava a casa toda. E fora isso a gente ainda ia ouvia a história dos tios. que ouviam aquelas músicas argentina, adiós, Pampa Mia. Eles punham aquela música meu tio pintava e tocava essa mú, adiós, Pampa Mia. E quando eu ouvia isso, eu associava a pintura e ao tio e àquela figura e ainda criávamos um pintinho, o nosso bichinho de estimação, que dormia no ombro do tio. Então ficava uma figura assim que não existe, a gente não pode imaginar isso. E nós subíamos dormir lá em cima e de cima eu olhava via a titia estava pintando perto do fogão, minha irmã e eu discutindo nossos assuntos de adolescente, e o nosso final de semana, o programa onde a gente ia, nós íamos no cinema. Quem ia pagar o cinema?

mas ele queria ir perto de mim e eu longe dele. Êh ele ia porque ele pagava cinema e ele andava então ele andava muito perto da minha irmã, falando de mim. Meu pai via aquela cena. Minha irmã era gordinha, eu era magriota, minha irmã era gordinha. E ele perto, falando, falando, falando de mim, fala isso para ela, fala isso para ela, diga que eu gosto dela e tal e minha irmã. Ah, não sei o quê, não sei o quê, nós íamos. Chegava no cinema, eu sentava longe dele, e tal enfim comprava um doce para nós, e ele ia dormir, e eu ia para o quarto. Nisso, um dia, não falava com ele, ainda tava na briga da da surra que eu tomei.

Ela estava estudando para contadora, ela estava ficando assim numa posição, conversava, que a secretária, era. Papai, isso é muito feio morar aqui, vamos alugar uma casa fora. E o papai, como é que eu vou pagar? Na época era mil e quinhentos contos a casa.

Era uma casa imponente, alta, dois quartos, e para nós era um palácio. Sai de uma colcheira para uma casa daquela, íamos para um palácio.

Mas nós, aceitamos a ideia, mas o que que tinha?

Você paga metade, vai como pensionista. Na hora ele aceitou. Você é jokey, você é famoso, você também não pode viver morando em cocheira. Aí ele aceitou ir morar junto. E nisso, essa essa é para essa conversa, antes da gente ir, Antes, naquele preparação que nós estávamos vivendo, o um dos um dos colegas lá de serviço falou, você vai hoje ver a Maria?

vai ver aí a minha mãe, quando eu cheguei no sábado, a tarde, estou me arrumando mamãe. Tá vendo?

E eu disse, vai nada. Ele é louco por mim. Não, ele vai ficar noivo. Você é muito presunçosa. Ele vai casar com ela e você mamãe. A senhora não sabe. Ele vai casar com ela sim. Então a senhora me aguarde. Me arrumei, me perfumei e fui esperar no portão. Era um quintal enorme de areia. Com as portas dos cavalos, nossos vizinhos eram os cavalos. Nós ficávamos nessa ponta. E na ponta de lá ficava o dormitório dos jovens onde meu esposo ficava. era uma Eu achava enorme. Agora eu acho tão pequenininho o lugar, mas era enorme a distância a percorrer. De lá até aqui. Digo, eu estou de olho. A hora que eu vi que ele sai, eu vou para o portão. Nisso, lá, põe ele esse casaco de antílope, aquelas blusas, aqueles... e se arruma todo cheiroso, que ele vai sair. Era sábado à noite. E eu falei, vou esperar no portão.

Estremeceu todo.

Eu nem falava. Aí eu falei assim, <laughs> é isso da fotografia que vem me beijando.

Só que o primeiro convite do casamento tem que ser meu.

E já ficou todo se derretendo para o meu lado. E a minha irmã, que era uma comilona, falou ai vai comprar alguma coisa gostosa para a gente comer. Lá saiu ele correndo, comprar esses doces de padaria, esses confeitado. Já trouxe o prato de doce. Eu entrei na cozinha, e falei, mãe, vai chegar aqui. Você não presta, sua isso, sua aquilo. Mas ele entrou e está até. Ele era a paixão da minha mãe, porque mamãe deixava todas esses misturinhas para ele, ela põe em vasilinha, ela amava, porque ele sempre me quis bem. E eu também, né? Só que a gente é mais... Mulher é diferente, né? e E era segura de mim, e ele é amoroso, ele é. Ele diz, eu gosto dela, ele é a mulher, mais até hoje, ele é assim. E ele é a mulher mais bonita, ele é isso, ele é de falar. E eu fico menos, menos, <laughs> e assim a gente vai. A minha netinha, a minha bisneta, fala, Ai, vó, como vôvô te beija. Olha essas fotos. Mas nas fotos onde ele chega ele me dá um beijo. E ela vê Vó, fala para ele parar. Ele está na foto, filha. Então não tem como né Então a gente vê muito. então Minha adolescência foi namorar e me casar. Me casei com dezeseis anos. Conta um pouco do casamento, como esse foi? Casamento foi assim.

E minha irmã continuou fazendo o. Porque ele trouxe o docinho, mas eu não namorei com ele. Ele me comprou um relógio, mas eu não namorava com ele. E me dava presente, morava na casa e foi assim, papai dividiu a casa. Como ele dividia a cocheira, ele dividiu a casa.

Na sala, o corredor ficou. Minha mãe, no quarto né, passava um corredor assim, no quarto ficou minha mãe minha irmã e os pequenininhos. E depois chegava numa banheiro e uma cozinha. Então, a saída da frente era a sala. Meu atual marido tinha que passar pela sala e ir embora. e Ele era jockey. O que que ele fazia? Ele comprava uma lata de leite condensado para chupar de noite e dava uma para o meu irmão. E a minha irmã era louca pelas roupas dele, ele emprestava. Hoje, meu irmão é técnico de avião a jato, tradutor de línguas, mora em Congonhas. A gente ri essas histórias. e

Mas era era uma troca, assim. E o papai bravo olhando.

Você borda seu? Não, não sabia que ele namorava.

Vamos casar, bichinha? Falei ah, vamos casar, vamos. Eu estava cansada de trabalhar, de estudar, falei então vamos casar logo. E para casar, ele ia me buscar no serviço, ele me trazia, me levava e começou a beijar a minha mão aqui, beijar a minha mão aqui, beijar a minha mão aqui, digo, meu Deus, quando é que esse homem vai me beijar de verdade, ele ainda está no cotovelo, <laughs> queria que ele E ele estava aqui no cotovelo e era assim muito com medo e assim. <laughs> Isso passava mês, passava semana. E o minha irmã lá conversando com ele, meu pai vendo a conversa e em mim estavam os beijinhos chegando. E eu já estava quase me atirando de cima dele, porque eu era muito atirada, mas me segurava, porque senão eu apanhava do meu pai. Quando, vocês não querem ficar noivo, vamos falar com o meu pai, vamos ficar noivo, fazer uma festa de noivado. Ah, vamos ficar noivo, vai. Aí, meu pai, quando chegava, ele sentava na mesa da cozinha, em frente o fogão, pegava o despertador e ficava acertando, porque o papai acordava cinco horas da manhã, quatro e meia, acertava o despertador com um pratão de comida, ele ficava comendo, que a mamãe fazia, ele e ela na cozinha. Nós ficava no resto da casa, não podia chegar perto deles conversando.

É ele quer fazer um pedido de casamento.

Então, quais são suas intenções?

Ah, eu quero me casar. Quer se casar com ela? Então, está bom. quais Intenção é casar mesmo, é. Está bom.

Chama a minha irmã. A <laughs> minha irmã veio. Senhor, papai.

Diz meu marido.

E no tempo do meu pai, primeiro, casa as filhas mais velhas. Depois vem a segunda. Mas ele pegou o relógio que estava na mão e o prato de comida mandou na parede. E soltou um palavrão.

Minha mãe veio <sighs> com o aventalzinho.

A mamãe chegava assim, enxugando a mão.

Você sabe disso?

Eu não estou sabendo de nada, agora que eles estão falando. Você sabe disso, sim, você escondeu de mim.

Me chama. É muito levado. Eu chego lá na frente dele, falei senhor, papai. É É você, então? Eu o que, papai?

É, papai, ele quer casar. O que é que eu posso fazer? Como que se eu fosse uma vítima? <laughs> ele falou assim e E você?

Quero, papai. Eu já me livro dessa vida, dessa casa pobre, ele está bem, eu já saio e paro com escola e paro com tudo.

Vai Quanto tempo você quer se casar? E nós não tinha nem falado em casamento, nem namorar a gente namorava. Assim eu estou namorando. Nossa, não tinha nem chegado ainda no ombro. o beijo estava no cotovelo ainda. E, assim, <laughs> eu dou tanta risada dos namoros hoje, primeiro as meninas vão para o motel, depois que vai ficar dez anos juntos, depois que casa, e eu ainda nem nem nem o ombro tinha beijado. Aí vai, eu dou eu chegou meu pai. Está bom, se vocês querem casar eu dou um prazo, isso foi em dezembro. Ele falou assim, vocês vão, foi em novembro, ele falou, vocês vão ficar noivo no dia do meu aniversário, dia quinze de dezembro, que foi de E, vo mas vocês quando ficarem noivos, nós vamos marcar para dali a um ano. Pegamos já uma folhinha, já vimos que um ano não dava o aniversário do papai, que o papai é de quinze de dezembro. Deu doze de dezembro. Papai dá três dias antes, não tem importância. Então nós marcamos um noivado para uns dias depois, foi aí, então que começamos a namorar. e para e E aí já me deu entusiasmo de fazer enxoval de casar. E, para um ano depois o casamento. Então, o papai pôs uma mesa no meio de nós dois, e bora enxoval. E vocês fiquem conversando. E ele ficava cochilando. E nós dois esticando o pé embaixo da mesa, para o encostar no outro, assim, por baixo da mesa, <laughs> porque o papai estava ali. Aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou namorar com essa fiscalização? Aí, a gente fazia sinal, cinco horas da manhã, Ele falava, levanta, que eu saio pelo fundo, eu levantava e ia na cozinha. Ele vinha dizia assim, deixa eu ver seu joelho. Me deixa ver seu joelho, mas o que é que tem o joelho meu, só mostra seu joelho. Eu fazia com o vestidinho mostrava, assim o joelho. Ele saia correndo pulando cerca, feliz que tinha visto o joelho. Isso era o noivado. Aí ele ia me buscar no serviço, de Agora ele vai me beijar.

Então ele chegava e vinha me encostando, me encostando me dava um beijinho assim, guarda pitava. Guarda pegou. Eu estava chegando aqui na... Na Iguatemi, hoje é Faria Lima, naquele tempo era Iguatemi, tinha uma delegacia, guarda enorme, com uma bota enorme, aperto e frodesse do carro. Vocês estão tendo ato indecoroso?

Não não pode, nessa avenida, dar beijo encosta o carro. E o motorista encostou o carro, e o meu marido começou a tremer, porque ele conhecia, o meu pai vai matar ela e eu.

E ele pegou, abriu a carteira, tirou uma nota enorme que ele tinha, e falou, pelo amor de Deus. O Senhor não nos leve para delegacia que meu sogro mata a minha mulher, a minha namorada.

Então a gente já namorou assim, foi um namoro com o casamento marcado, uma adolescência que se tremia, e me irmã ria quando eu contava para ela você é uma tonta mesmo, você é uma boba, a gen e minhas colegas de serviço, contando barbaridades do noivado delas e o meu tão xoxu. Eu vou desmanchar esse casamento, isso aí não vai dar nada. Não <laughs> acontece nada. Aí, um dia, ele vai aluga nossa casa, mobilia nossa casa bonitinho. Eu digo, ah, vou fazer o que minhas colegas do serviço fazem Vou bater na porta, vou entrar, não vou trabalhar. Ele já tinha saído da minha casa, estava já mobiliando nossa casa, e montando, bati. Falei, é hoje, eu vou aprontar, hoje saí, entrei. Quando eu cheguei na casa, que ele viu, eu entrei direto, falei, ah eu vim para cá e já me joguei na cama achando que ia ser aquela maravilha, que ele ia pular em cima. Sai pelo amor de Deus daqui que você vai ficar falada. Me botou para fora de casa, trancou a casa. Eu olhei falei, como é que eu vou casar com um homem desse? <laughs> Fiquei brava, fiquei tão brava. Eu fui embora <laughs> eu fui para o serviço, e falei, aí eu fiquei enfezei. Aí o motorista, nossa, e vai para a parecida do norte, faz uma promessa para o padre que nunca ia me beijar até o casamento. E eu não sabia da promessa. E eu oferecia, e eu chegava perto e ele virava a cara eu digo, nossa, como é que eu vou casar com esse homem? <sighs> Eu fiquei muito brava, e no meu casamento indo para para civil, eu queria desmanchar. E o motorista vendo isso. Eu querendo desmanchar. E brigando. O motorista veio na hora de manhã foi o civil. À tarde foi o casamento na igreja. E eu fui e falei fui para o matadouro. Eu falei, não me beija. Não encosta na minha mão. E eu, está bom. não sei se eu digo sim ou se eu digo não lá no altar. Na volta esse homem veio me agarrando, me beijando, me beijando. <laughs> O motorista <laughs> olhou assim, falei, não acredito. Aí foi onde me beijou depois de casado. Só depois ele me contou que era promessa. Aí eu falei, agora eu vou ter a lua de mel, porque agora começou, né? Agora a senhora conta como foi o primeiro beijo, <laughs> que ele foi muito esperado, hein? o O primeiro beijo foi... A gente nem acha graça, <laughs> porque foi tão assim que agora está o homem olhando no espelho, agora faz foi. Aconteceu o primeiro beijo. E já falei, hoje eu vou me preparar é para a lua de mel. rasga meu vestido de noiva. Porque agora tem que dar sequência do nada que aconteceu até agora, ele vai rasgar.

Essa que eu achava né que ele ia ficar noivo e casar, e ele ficou todo encantadinho com ela lá. E interessante que no dia do meu casamento casaram-se.

Então os convidados nossos vinham, E davam o presente de casamento na na rua de baixo, que era um morro, né?

Chegava e dava o presente de casamento.

Eles davam o presente de casamento e dava de cara com a noiva, que era loira. Ela abriu o presente, punha na cama. E eles falaram, ah meu Deus, eles iam lá, tomavam o presente, embrulhava, dava pela janela e saía correndo até chegar no meu. Quando chegava no meu casamento, o presente chegava aberto, falou não repara que o presente está aberto, é que nós demos para a outra noiva lá embaixo. Eita foi isso essa novidade.

Falei, meu Deus, a casa caiu, fiquei plantada no corredor para acabar com o

Mas era tudo para provocar em mim alguma coisa. Aí eu falei, ah chega nessa festa, vamos para casa que eu quero ter minha lua de mel. Meu pai é cedo. Ah, papai, estou cansada. Tem que ir para Meu pai vai junto. Aí eu falei, gente, papai, não precisa.

Casinha linda. Meu pai desceu junto à pé. E eu de noiva, segurando o vestido. E vou. Pronto, papai.

E falava falava , papai falava mole, viu meu filho, porque não pode se desesperar, porque a menina é nova, porque casamento é a vida toda, porque você falando um monte de besteira, eu digo papai deixa de ser bobo vai embora, E papai nada de ir embora. E uma hora eu apareço no corredor e eu estou de noiva ainda. oh meu pai me Porque eu tava esperando papai sair para ele vir rasgar meu vestido. Queria entrar no colo, ele é baixinho, não ia poder me carregar. Queria que rasgasse o vestido, meu pai está lá. Eu não sei o que é que a gente ia fazer, meu pai não ia embora. Apareci no corredor assim, vestida de noiva, o papai gritou, soltou um palavrão daqueles. Vai já tirar essa roupa? O que que você está pensando da vida? entrar, eu fiquei tão frustrada. Tirei a roupa, botei a camisola e deite e se cobre. Me vesti a camisola e deitei e me cobri.

Arrasada. Quando não a porta ba, dormi com a porta pan pan pan pan pan a porta. Falei, gente, tem gente aí. E eu dormi pela primeira vez com um homem do lado e vou abrir a porta meu tio.

Que vergonha, hein? Uma hora dessa vocês dormindo. Que horas são? umas três horas. Tio, pelo amor de Deus, desculpa, perdemos a hora. Três horas? Sete horas da manhã. Meu tio lá veio tomar café com a gente e conversamos. Então, que lua de mel. Foi no decorrer da vida, foi no decorrer da passagem. Foi um conhecimento lento, devagar, com muito carinho, com muita atenção. Eu Eu ia na casa da minha mãe, eu voltava. Então, não teve esse afoito de eu vou descobrir, eu vou rasgar e vou apresentar. Muito respeito. Por isso já está em cinquenta e quatro anos de casado. Eu dou risada quando... Ai, não acredito que você casou virgem. Aí diz o meu marido também era virgem. Assim, aí fico casada. Acho que estamos fazendo errado porque eu não conheci. Ele não conhecia. Fiquei muito assim quando ele falou que casou virgem. Eu falei para minha mãe mãe, eu não engravido. Vamos me levar num médico para ver se ele está fazendo certo.

Minha mãe, minha filha, você quer que eu vá mãezinha pelo amor de Deus, vamos no médico, vai que ele está enfiando em algum lugar errado, vai que tem outro lugar. Minha mãe, e morria de vergonha de falar e me leva no médico.

Dá para o senhor examinar a menina, que ela está achando que o marido não está fazendo a coisa certa, mas o médico ria tanto. Você não sabe? Não sei. Sei lá onde é que é isso. Sei lá se está certo, eu não engravido. Lá foi eu para aquela mesa genicológica, ela examinada. Está tudo certo, vai embora para casa zoiúda. E eu, assustada que estava, voltei e falei, está certo. Levei ainda dois anos para engravidar. Tive que fazer um tratamento e tudo. Quantos filhos a senhora teve?
Quatro filhos.
E depois, quando a minha caçula estava com doze anos, adotei mais dois. Um com três, um com quatro anos. Hoje Um está com trinta e oito, o outro está com trinta e sete. E sou a avó de todos os filhos deles e tudo. Então atualmente eu tenho seis filhos. Quatro meus e dois do coração. São dois filhos lindos que eu tenho. Então, são seis filhos maravilhosos. Todos saudáveis, todos vivos, cada qual me dando uma quantidade linda de netos e bisnetos. Neto, eu tenho dezessete. Bisneto já vai para onze. Eu sempre contava doze, porque tinha mais uma menininha que parecia que ia viver com um de meus netos, mas filha né, mas não deu certo. Atualmente estou com

bem-vindo, eu tenho uma família que está aumentando.
Como foi a experiência de ser mãe?
Ah, maravilhoso, muito esperado, muito esperado. Assim, ser mãe para mim era sonho, porque já que a gente tinha assim todo esse amor, todo esse carinho, a primeira filha foi feita por mão mão de médico. Eu eu tinha útero infantil, tive que fazer um tratamento para dilatar o útero para eu engravidar.

A fa família minha parecia assim que nós éramos os Não era, a gente era classe média é que nós éramos muito pobres mesmo, então tudo a gente repartia com eles, com a mãe levava, então a gente era muito importante para a família inteira, e aí fomos alavancando a família, porque tudo o que nós dois conseguíamos, os irmãos tentavam conseguir, os tios tentavam conseguir, então a família inteira foi sendo chamada para cima, em virtude desse casamento. O papai sempre lutou para que nós comprassemos a nossa casa. Enfim, então foi um casamento gostoso.

E a gente ia lá e tinha um tratamento de primeira. A primeira filha minha, ela ganhou enxoval de Portugal, porque meu marido era jockey. Lá veio de Portugal o enxoval para ela e vinha os amigos querendo dar nome e era festa, era feijoada, era isso, era churrascada. Era muito bom. A primeira filha veio assim coberta de ouro. Depois, o segundo também, porque queriam me dar anel de brilhante, pulseira de não sei o que, porque era homem. Mas a gente não sabia sexo, eu só sabia a hora que nascia. A menina a gente soube a hora que nasceu e o menino também. E assim foram cada filhos, né, que foram nascendo. Foi bom, a maternidade para mim foi, era desejada, né, era desejada, eu queria muito ser mãe.
E o desejo da da adoção desses dois últimos filhos, conta um pouco essa história. A adoção aconteceu no meio do caminho, conforme a gente foi assim eh casando e a vida foi ficando trabalhosa, porque ele sendo jockey, ele foi ter amizade com gente que era da noite, gostavam, e a gente sofria de ciúmes, sofria muito por essas coisas, tudo.
E eu tive um filho, dois filho, três filhos, aí eu cismei e falei, eu não posso ter mais filho.

E falei, olha, Deus, quantos eu vou deixar? Nunca mais eu faço isso. Mas não veio mais.

Aí eu fiquei com muito medo. Eu tinha medo que um deles morresse um amor nos meus quatro filhos. Aí eu falei assim, ah meu Deus, eu vou adotar um filho quando eu puder eu. Pego um, mas conservo os meus, por causa da burrada que eu tinha feito. Aí o que aconteceu?

nove lá fui frequentar a comunidade, onde os filhos foram bâ crescendo, fazendo primeira comunhão e tudo. E nessa comunidade, que eu que fui ser catequista, fui tudo, eu ouvia as histórias,

E na homilia dele de domingo, ele contava casos.

E contou que ninguém queria que eles estavam em um E ele repetia a história se algum de vocês estiver disposto adotem. Eu sempre com a palavra Deus Me Livre, que eu não falo mais agora. Porque quando eu falo Deus Me Livre, é o que acontece. Então não, eu dizia Deus Me Livre, agora que os meus cresceram, eu não quero nem pensar em adoção, né? A minha caçula está com doze anos, agora que a casa parou o trabalho. E eu, de manhã, trabalhava na escola paroquial, a tarde dava aula direto.

Alfabetização de adulto à noite. Eu trabalhava demais. Catequista de sábado e domingo. eu não posso adotar uma criança. Eu estou na missa e, eu não posso adotar. Eu O padre falava eu dizia, não é para mim que ele está falando isso. Eu não posso. Deve ter alguém que pode, eu dizia. E minha filha de doze ano, mãe, está perto das férias. Foi bem numa época de férias que ele começou a falar de julho. Vamos lá, só olhar nas férias, vamos olhar, vamos no convento. Falei, só olhar, só olhar, vamos olhar os meninos. Como se a gente olhasse bichinho, que olha e deixa né.

Quando eu cheguei lá, tinha um garotinho de três anos vestido de anjo, aquela roupa brilhante. Um cabeção desse tamanho, com mão toda cheia de ferida, olhando na porta, assim com os olhos, que a irmã deve ter dito, sua mãe vai chegar pegar vocês.

Eu falei, ah meu Deus, carreguei o menino no colo falei eu só vim olhar. Não, tudo bem, a senhora só olha, mas ele no meu colo. Eu falei, irmã do céu, E ela, mãe, vamos levar. Mãe, olha que lindinho vamos levar. Ah, falei, vou levar. Na hora, e eu podia pegar a táxi. Nisso eu olho uma outra mulher com um garotinho de quatro anos lindo. O menino andava, o cabelo fazia assim, falei, ainda se fosse aquele que é bonito, esse aqui é tão feinho, eu pensando e falando, porque a gente é muito idiota, viu?

Quando cheguei em casa, eu já fui. Olha para ele, aquela lata de bolacha, a hora que quiser, coma. Para deixar ele a vontade. Aqui tem isso. O garotinho de três anos, imagina, abriu a lata de bolacha comeu tudinho. Foi tal coisa comeu tudinho. Ele comia comia ele, abria ele comia ele, olhava para a comida ele comia. Naquele dia ele lavou o chão de uma diarreia com vermes. que foi uma coisa para limpar a casa a cozinha meu Deus e eu olhei. E aquela roupa de anjo dele botei num saco dobrei, devia ter guardado até hoje né, me desfiz. E aí fomos numa loja, os irmãos que já trabalhavam, a minha filha mais velha, o meu filho e a terceira, compraram roupinha para ele, e trouxeram vestido ele inteirinho.

E ele... e foi fazendo um tratamento porque ele sofria. E minha filha, mais velha namorava um rapaz e chegava o aniversário, assim, de de namoraro essas coisas que acontecem, ela fazia aqueles bolos de chocolate. Não, ela fazia, não era aniversário dele, sei que ela fez um bolho de chocolate lá numa data. Esse menino, a gente achou na parede as pegadas da mãozinha dele no escuro. Ele abriu o bolo, viu? O bolo comeu a metade do bolo. E a gente sabia que ficava as pegadinhas no escuro andando, fogão, parede, até a caminha dele. Tudo onde ele dormia. Ele dormindo a cara cheia de chocolate. Nós nossa, o que que nós fomos arranjar e tal. E a minha filha brava e limpando o chocolate, que era do namorado e não sei o quê. E nisso passa uma semana, a campainha toca.

Ele é quem dá comida. E ele está chorando, que fala que o irmãozinho está morrendo de fome. Eu trouxe, falei, por favor, entre. Deixei eles entrarem na minha sala. Menina, eles se atarrataram num choro. de molhar a blusa e soluçar, que chorou o meu marido, eu, os filhos e ela. Choramos todos na sala, naquele momento, foi um choro.

Ou você leva o meu, ou você deixa o seu. Eu não separo mais os dois.

A senhora fica, me deixou os dois e foi embora. Aí começou minha aventura.

tinha o quartinho deles, a caminha deles né. Tudo certinho. Eles eram levados. Esse, mais bonito, ele era um expert. Ele olhava a minha colher e dizia para o irmão, olha só oh, parece um espelho, isso vale muito. Ele falava com quatro aninhos, isso deve valer muito dinheiro. E o pequeno dizia, é, vale. Aí meu filho vai e compra uma bicicleta para ele triciclo, quatro anos, pensou. vão gostar do triciclo. Sabe o que eles fizeram? Desmontaram. E eu ia dar aula de manhã e aula dar aula à tarde, eles ficavam em casa, desmontaram o tici triciclo e na rua da minha casa, na parte de baixo, tinha um ferro velho. Começaram a vender a peça. Tinha um ferro velho na extremidade da rua, no outro tinha um bar. Eles vendiam aqui, compravam doce aqui e voltavam em casa, porque eu deixei eles à vontade. Pois bem, venderam toda a bicicleta, mas quando foram começar a vender a colher, que eles achavam que vendia muito, é que eu... ó, estão vendendo suas coisas. Minha bíblia, eles fizeram aviãozinho, que eu tinha o maior xodó com a bíblia sagrada e tal, faziam um aviãozinho, olha que papel bom, ele voa e tal, picaram a bíblia. Aí eu falei para o meu marido, falei, gente, foi uma burrada que nós fizemos. Nós tínhamos uma perua kombi. Vamos devolver? Eu trabalho de manhã, de tarde, esses dois são levadíssimos. Come tudo o que tem, nada chega. E eu não posso pôr a mão. Falei, não, vamos devolver. Pegamos todas as roupas que compramos, fizemos a malinha dos dois e lá fomos para o convento. Chegamos no convento, descemos do carro de mão dada com ele, que nós fomos chegar assim. Vinha vindo uma freirinha de uma capela.

Ah, vocês, como vão? Nós estamos bem. Ai, que lindo, que tal? Olha como fulaninho, como está bonito. Ai, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês viram da onde eu estou vindo? Falei, a senhora está vindo da capela. Passei a noite inteira de joelho. Agradeçendo a Deus, por vocês. Aí, falei ah meu Deus. Por que, irmã? Porque vocês são os únicos que não devolveram. Até hoje. Eu olhei para o meu marido e o meu marido olhou para mim. E aí, me fale! Que que vocês vieram fazer aqui? Nada. Viemos visitar a senhora. Olha como eles estão bonitos. Viramos para trás. Pusemos no carro. Eu costumo falar, nasceu aí nossos filhos. Então aí virou, sabe? Fá, eu fico... Cada vez que eu conto essa história eu me emociono porque, olha, foram três anos curando os reme as doenças deles, foram três anos dando educação que eles não tinham e foram três anos dando o hábito da nossa família, que eles são escarrado nossos Todo mundo fala, não, eles são filho mesmo, são, mas foram nove anos. Não foi nove dias nem nove horas. Olha, é tempo para você se habituar. Aí esses garotos vieram para casa de volta e foi, então, a nossa decisão de que eles seriam nossos, nossos filhos. Para isso, eu procurei o Juizado de Menor e disse que havia gente que dava E a gente que dava roupa velha, a gente não gostava porque nossos filhos nunca precisaram, que alguém desce nada, e dava roupa velha, é que eles iam na padaria pedir um esmola, que era o hábito deles com três e quatro aninhos, meninos de rua que pedem as coisas e chegava no meu ouvido. Aí o juiz que nos atendeu, ele disse o seguinte, a senhora não tem uma cinta, põe um prego atrás da porta e coloque a E aprenda uma coisa, quem dá o pão dá a educação. Vocês vão educá-los, como os seus. Quando esse juiz falou isso, então eu entendi que se eu agisse com eles, como eu agia com os meus, eles iam virar mesmo meus filhos. E foi aí que realmente a história ficou boa, porque eles viraram nossos filhos. E E E uma das cenas,

Ele soluçava, e eu escutei ele soluçando na cama, era um beliche, eu estava fazendo o jantar, e escutei aquele soluço doído, aí fui, lá era ele que estava chorando, eu me abracei com ele, chorei, chorei, chorei com ele, chorei, falei, olha, você, Toda vez que chorar, vou me abraçar e chorar junto. Ele fez assim. Pronto, mãe, já parei, mãe. Nunca mais. Então, ele é casado hoje, ele tem filhos moço, mas deu uma dor de barriga nele, ele chega lá em casa. Mamãe, fulano, um dia o filhinho dele prendeu o pipi na no zíper. Ele foi no hospital, cuidou. Na volta, ele passou lá em casa, tocou a campainha e falou, mamãe, Fulaninho prendeu o pipi no zíper e eu levei no hospital. E ele estava tão triste, eu abracei meu filho. E falei, filho doeu, e ele soluçou e eu chorei junto, falei, eu não falei para você, você, vamos chorar junto. Mãe já passou, o médico já cuidou, não foi na foi embora para casa, ficou. Então o nosso combinado é esse. E ele também, eu tenho... Filho, eu não consigo pregar um prego, ele chega. Ô filho, a mamãe está assim, E os outros filhos chegam a ter ciúmes, mas são todos filhos. Todos filhos. Ele tem o mesmo gênio do meu filho, o mais velho, né?

A fala, os ciúmes, as coisas, ele tem o mesmo gênio. E as irmãs querem bem a eles de uma forma assim. Então ele fala assim. Mãe, meus irmãos, eu penso, porque eles são em seis, né? Eu penso que ele está falando dos irmãos sanguíneos, não. Ele está falando dos irmãos do coração.

Mas vocês falam, poxa, agora eles voltam e dizem assim, poxa, que pena que nós não achamos uma família como vocês. Nós queríamos ser seus filhos. eles foram para outros lares. Né nós vamo pegamos o vínculo amoroso.

Já houve a discussão do sobrenome, né que o sobrenome deles é um, o nosso é outro e nós explicamos. Isso foi dito no juizado de Menor. que o maior tesouro que nós demos para eles, em matéria de tudo, foi exatamente o amor, o carinho, a casa, a educação, eles são todos... Né bem esse meu menino é tapeceiro tem uma firma há anos, ele é tapeceiro de mão cheia.

Então, nós somos uma família muito unida e eles a nós né. vai torcer para que continue assim.
eu queria que a senhora dissesse se tem alguma coisa que a senhora mudaria na sua trajetória de vida. Não nenhuma

Me deu tudo. Me deu filhos lindos, netos maravilhosos, todos formados, todos lindo, artistas. São lindos. Artistas no bom sentido. São sa pessoas inteiras. Nos ouvem. Deu pessoas que os nossos netos nos ouvem. Quando a gente fala está errado, eles sabem que está E agora vem vindo a terceira geração, que é os bisneto. Eu não sei se terceira ou quarta já, bisnetos. Mas vem vindo lindos, maravilhosos, competente, querendo saber das nossas vidas e nossos exemplos e dizem que puxaram a gente. Me dá muita alegria. Me dá muita alegria. Dizem que sou eu que pôe o nome no Papa. Só pode ser eu. Certamente sou eu que dou nome ao Papa. E dizem assim que eu faço coisas como ninguém, e eu nem sou essas coisas, mas eles dizem, vovó, você é capaz de fazer, você faz. E assim vai. Então nós temos assim uma família gostosa, gostosa mesmo. e aí E eles, que é que fazem, meus filhos? <laughs> Eles não levam a vó a mãe e o a vó para o restaurante, não. Eles trazem a família que eles adquirem, porque agregam a nós e vem. E aí vem, mãe pode, vó, posso trazer família tal, porque aí vem, sentam com a gente, passamos Natal, passamos ano novo, hora com um, hora com outro, e assim, é uma família que, pelo menos se tenta seguir os ensinamentos de Deus, a gente mostra o caminho, que a gente acha que é o certo, é o que nós acreditamos, é o que nós seguimos, o caminho de Deus, viu?

Eu que agradeço <laughs> ter me feito lembrar de coisas tão lindas.